cinquenta e sete. E o nome dos seus pais?

<coughs> seu pai. Conte um pouco da origem dele, de onde ele veio
Meu pai é de origem nordestina, né?

E o que eu sei é que ele veio muito menino. O meu avô, né? Família veio... Acho que como todo nordestino, veio de carona, né?

Pau de arara, que se fala, né?

E lá ele conheceu a minha mãe

O trabalho dele sempre foi foi trabalho pesado, né? É uma pessoa que tem somente ó ó curso primário. É uma pessoa que... Pouco sabe, vamos dizer, escrever, mas é uma pessoa de um conhecimento, assim que eu admiro, uma pessoa que... Não conheço muito meu pai, porque ele sempre foi uma pessoa muito fechada. Eu aprendi a conhecer meu pai entendendo os sinais. É uma coisa engraçada, né? Hoje eu aprendi muito a conhecer as pessoas, ãh pela expressão, E, e sinto muito a, as pessoas quando eu chego perto delas. A intenção das pessoas, isso eu acho que eu desenvolvi com meu pai, porque é uma pessoa muito calada. Uma pessoa que até há pouco tempo meu filho ouviu ele falar e falou, nossa o vô fala, né, eu achei muito engraçado porque eu nunca tinha percebido que ele achava que meu pai era mudo. <laughs> Uma coisa muito engraçada, mas é uma pessoa muito fechada e eu também fui muito fechada, então eu tenho muito do meu pai. Mas eu aprendi a a trabalhar isso, porque no mundo a gente tem que... Tem que falar, né, a comunicação é fundamental. E é uma pessoa que eu admiro muito pela força, pela a... origem humilde, mas uma pessoa que com pouca condição fez, criou uma família, é... construiu uma casa. Eu me lembro muito bem que ele não tinha condição. Ele construiu a nossa casa com material, é, de um amigo que desmontou a casa, né, na época, quando foi o metrô Jabaquara, que tinha que demolir. E todo o material que dava para aproveitar, ele aproveitou e acho que o resto ele comprou. Então, acredito que tenha sido muito sacrifício, mas ele foi firme no objetivo dele. Isso eu admiro muito, né? Hoje mesmo ele tem problema, ele teve dois derrames, ele anda se arrastando com muita dificuldade. A gente às vezes tem vontade de empurrar para ver se ele vai mais rápido, mas ele não gosta. Então ele demonstra uma força muito grande, que a gente tem que superar essa essa condição. E, e essa força que ele tem, eu acho que eu tenho muito dele. É, então, eu aprendi a admirar muito o meu pai. Pelo pouco que eu conheço como homem, né? Sempre foi um homem muito mulherengo, essas coisas eu me lembro de criança, né Eu perseguia ele, sempre fui muito ciumenta. Me lembro até um dia que eu falei com a minha mãe que ele estava paquerando e aquela coisa. E o pessoal ficava ali tirando sarro, porque... Foi o primeiro homem na minha vida. Né, e eu acho que a figura do pai é uma figura muito importante para a gente, né, e E tive muitos problemas na na juventude. com relação ao meu pai, dessa dessa relação, mas hoje eu... acho que resolvi, hum Amo muito meu pai. E a sua mãe? Ah, minha mãe é uma pessoa assim, que eu vou dizer, <laughs> uma mulher muito dedicada, né? Desde criança eu lembro da minha mãe, também teve origem humilde, né? Minha mãe, ela perdeu os pais, acho que ela era muito pequena, com oito anos, é o que eu sei, né? E ela... se fez sozinha, né? E eu admiro também essa capacidade, né, que ela teve de trabalhar. de que tem uma família, não tendo a condição que hoje a gente vê que muitas pessoas têm e vão para um lado que não é tão bom para o ser humano, né? Trabalhou sempre em casa de família, né? Então, é uma pessoa muito metódica, porque quando ela trabalhava, ela fala muito na patroa dela, até hoje a memória dela, né? Com oitenta e quatro anos, ela fala muito da patroa, de como que era a coisa, é muito da... de horário, aquela coisa, é muito rígido, né? E... eu aprendi a respeitar, né? Às vezes é difícil um pouco para gente ser muito metódica, né? Porque eu acho que a gente tem que viver a vida. É importante você usufruir do que a vida dá para gente. E não ser tão metódica no seu lazer, né? Tem que relaxar um pouco, né? Então às vezes eu discuto muito com ela. Mãe, mas não pode ser tão general. O horário para comer, o horário para aquilo. Mas é uma coisa que fixou, eu acho, na na vida dela, né? E.... E passou muito amor para gente, minha mãe. A gente era humilde, nós moramos dezoito anos num quarto de cozinha, né, que era a condição que eles tinham, mas ela sempre foi uma pessoa muito dedicada, costurava muito para gente, a gente sempre estava bonita, eu e minha irmã, que nós somos em três, minha irmã e meu irmão, né? E as pessoas admiravam, porque nós éramos simples, mas a gente era... A casa sempre pintada, a gente pintava a casa, aquela dedicação, a gente tinha amor, o que tinha. Então eu acho que isso é o que vale na vida. Não é você ter muito, mas você amar aquilo que você tem. Então eu aprendi muito com ela, muito dedicada, sempre cozinhou muito gostoso, né, então Quando encontro meus primos, sempre falo das comidas, todo mundo queria comer na minha casa, porque ela aprendeu essa coisa, né, de cozinhar legal. Então acho que cozinhar também, você precisa ter amor no que você faz, né, tempero, preparar, é uma coisa assim... bacana, né? Então, essas coisas que eu admiro nela. Ela não fez muitas coisas, né? Não estudou, não fez nenhum curso, assim, muito importante, mas eu acho que ela viveu e está vivendo até hoje, né? Minha mãe, com oitenta e quatro anos, é uma pessoa que gosta de dançar... Às vezes reclama que a gente sai para dançar e não tem homem para dançar, porque meu pai nunca gostou muito disso, né? E eu falei, gente, essa energia toda que ela tem, eu também tenho muito. Acho que está no dê ene a da gente, né?
E você sabe como seus pais se conheceram?

Minha mãe foi muito namoradeira. Eu também puxei <laughs> um pouco disso dela <laughs> Mas ela sabia mais selecionar, eu acredito, né? Eu estou aprendendo. Ela foi muito namoradeira e eu me lembro que eles falaram que o pessoal foi muito contra, porque minha mãe é mais velha que meu pai na época, né? Não foi, acho que, muito fácil para ela. Mas eles namoraram e se casaram, né?

Humanitária, sempre também essas lembranças que ela fala. E acredito que eles tenham se conhecido lá Não tenho muita informação para dizer, né?
E você estava falando da sua casa, dessa casa de infância, né? Ãh... Onde era?

Como, desculpa? Como se dá essa vinda?

Morava nesse lugar, morávamos num lugar assim que morava minha avó, minha tia, né? Minha tia tinha casas que ela alugava e uma das casas cedeu para o meu pai, né? Aí meu pai foi trabalhar com ela, minha tia era feirante, né? E meu pai trabalhava carregando as malas, né? Acho que hoje em dia é a mesma coisa, né? Na feira, o pessoal fecha a feira, põe as coisas na mala e meu pai trabalhava. Meu pai também trabalhou vendendo gás, né? Caminhão de gás, sempre trabalho pesado, né? E a gente morava lá naquele lugar que moravam meus avós, minha tia, a família, meus primos. E nós morávamos lá.

E essa casa você falou que tinha dois cômodos?
Dois cômodos, um quarto e cozinha. E o banheiro era uso de todos, né? Comunitário
E você falou que você tem mais uma irmã e um irmão, né? Isso Quem é mais velho?
O meu irmão, ele tem cinquenta e dois, vai completar em setembro, né? Porque nós temos dois anos de diferença, né? Eu tenho cinquenta e minha irmã tem quarenta e oito. Eu sou a filha é do meio.

Ah, foi muito bom. Eu tenho uma infância assim, a gente brincava muito na rua, eu sempre fui muito roeira, a gente brincava de amarelinha, bater lata, jogava bola. Quando vinham os primos, a gente tinha um campinho e jogava menina contra menino. Quando a gente se encontrava, geralmente nos velórios da vida, <laughs> a gente fazia festa, porque a gente era criança, aí punha sonata, né, olha... A música e a gente dançava, fazia bailinho. E andava muito de carrinho de rolemã, que eu adorava, jogava bola. Então, foi uma infância assim que... É, rua eu acho muito importante, né? Hoje em dia não tem mais esse espaço, né? Mas a gente aproveitou bastante de brincar na rua. Brinquei muito, brinquei muito. Passava o dia na rua e a gente só entrava quando via que meu pai passava. Aí ia todo mundo comportadinho, lá em pézinho, como se estivesse, né? Muito obediente.
E como é que era essa rua? Conta para gente. Como que era a rua? Em que sentido? Tinha muitas casas? É... Era calçada? Não, era rua de terra, né?
E... tinha muitas casas, né? E, inclusive, depois quando eu fui asfaltar... Meu pai punha muito a terra na rua, porque como era de terra, era ruim para os carros, acho que até para ele estacionar. De vez em quando ele punha serragem, <laughs> a gente ficava brincando na serragem, deitava lá na rua, essa coisa toda, né? E tomava sol no quintal. Eu sempre fui muito danada, né? Vivia chegando em casa chorando, apanhando do pessoal, porque... Quebrava muito óculos, então chegava em casa e apanhava. E se alguém fazia coisa errada dos três, minha mãe batia nos três. Então, essa foi uma coisa, foi um trauma para mim, né? Porque eu estava apanhando e não sabia por quê. Alguém fez coisa errada, então a a lei era... Acho que não trazer problema para para dentro de casa. E se alguém fez alguma coisa, os três apanhavam. Apanhei muito da minha mãe, né? E Inclusive até adulta, ela pedia desculpa, daquela coisa toda, porque ela é uma pessoa muito nervosa, minha mãe, né?

E sofreram muito, é... em relação à família. Eles não eram muito legais com a minha mãe, né? Meus tios, né? E eu sofria muito por isso, quando eu era criança, porque eu não queria isso, né? Mas eu aprendi, engraçado, desde criança a não levar e trazer coisa. Eu ouvia muito falar, tinha muita fofoca. Era muito complicado viver em família, todo mundo naquele quintal, né? Mas não levava para ela o que eu via, o que eu via. E eu sofri muito. E e vi superar isso depois de adulto, de fazer terapia, aquela coisa, de rever isso, né? Eu não sei por que carga dava, eu fui desse jeito, né? E eu acho que eu não estava preparada para... Eu queria ser aceita, né? E procurava mais fazer de conta que eu não estava vendo, né? Acho que foi uma opção que eu que eu tive, né?
E a escola? Qual foi a primeira escola? Como você dá essa entrada na vida escolar? É...
Eu, ãh, entrei com sete anos no primário, na época, já sabia ler, porque minha prima, que eu tenho, que mora em Santos, me alfabetizou, né

Mas voltando lá, foi uma época muito boa também na escola, né. Tinha muita gincana. Todos nós naquela época éramos iguais, né, não existia diferença social. Existia um pouco, né? Minha tia tinha mais condição, feirante. Naquela época, feirante era uma boa profissão, vamos dizer, né? Porque... Vamos dizer, onde nós vivíamos, as pessoas não tinham essa perspectiva que a gente tem hoje. Hoje é necessário fazer a faculdade. Se a pessoa não tem faculdade, parece que não é ninguém, né? Naquela época, as pessoas se esforçavam e trabalhavam. Isso já fazia das pessoas alguém. As pessoas possuíam, né?

A gente me deu muito bem, eu acho, na escola, né Eu entrei alfabetizada, no ginásio eu saí com honra ao mérito, né, fui a segunda aluna no ginásio, né. Mas repeti, repeti um ano por bagunça. Perdi um ano à toa, né, aí caí em si, aí realmente <laughs> fui estudar <laughs>
Mas acho que foi bom. Você lembra de alguma professora que tenha te marcado nessa época?
Tem a professora Isabel, de português. Porque eu sempre fui muito pensativa, sempre gostei muito das pessoas, sempre gostei muito de falar, sempre fui muito faladeira, né? Na rua, numa condução, sempre estava sentada com alguém, puxava um assunto, conversava. Porque, para mim, é engraçado, desde pequena, o ser humano, ele é, sempre foi muito importante. Acho que talvez porque eu queria ser aceita no mundo, não sei.

Então eu dizia para ela que um dia eu queria escrever alguma coisa, tanto que é isso que eu trouxe essa brochura depois, né? Escrevi um pouco de mim, né? E como eu vejo as coisas, como foi o meu crescimento, né? Sei lá, eu acho que o ser humano por si já é muito importante. Então essa professora foi uma das que marcou. É, que eu falei para ela, você perguntou, né? Eu falei para ela que eu tinha vontade um dia de escrever, né? Porque ela até me recomendou um livro, Quem Sou Eu, né? Eu até li. E essas coisas me marcaram muito, né? Eu gosto muito de escrever, tenho muita facilidade de colocar o sentimento no papel. Eu acho muito legal. Eu acho que isso, meu filho, herdou um pouco de mim, né? Sou muito emotiva, sou muito sensível para para o mundo, né?

Eu eu pego alguma energia que está aí, que é Eu acho que por isso até que eu procurei vocês. Eu queria falar alguma coisa <laughs> Vai servir de alguma coisa. Se não servir para ninguém, serve para mim. É, eu acho muito legal escrever, falar, essa sensibilidade. Né, e eu, nas redações que eu fazia, ela também se colocou à disposição. Um dia, se eu quisesse, se eu precisasse dela, ela me ajudaria, né? Eu acho que ela me ajudou pelo próprio incentivo, né? de eu perceber que era importante aquilo. Pelo menos era importante para mim. Eu acho que o importante é você ser importante para você, né?
E na adolescência, vocês ainda estavam morando nessa casa, né? Lá junto com a família e tal.
Até dezoito anos, né?
Como é que é? ãh... Tem a parte das brincadeiras, depois vai ficando mocinha... E aí, como é que é? Os bailinhos, os amiguinhos? ãh Ah, era muito bom.

Foi uma criação difícil, vou dizer para você, porque hoje eu estou olhando, é... para trás do lado de quem entendeu e superou muita coisa, né? Lá não foi fácil, porque era muito, muito sem noção. Diziam coisas para a gente que você vê que não tinha nada a ver, né? Diziam assim, olha, cuidado, quando você... sentar no ônibus, cuidado que você pode engravidar <laughs> Umas coisas que não sei de onde que eles falavam para a gente, né? Então, você tinha muito medo. Né, Você tinha muito medo de ser alguém. Porque, hoje em dia, você sai para dançar, você sai para conhecer alguém. Para fazer, para ter um filho, tem tem muito mais do que simplesmente sentar junto e estar ali do lado um do outro. Né, então, essas coisas que, não sei de onde tiraram <laughs> Eu tinha muita, muita bobagem. Né, e... Como é que é mesmo que você perguntou?
Eu perguntei das das bailinhos, das
Ah, os bailes eram muito legais. Porque a gente fazia baile, lembrou uma coisa, a gente fazia muito baile na cozinha da minha mãe. A gente tinha um quarto de cozinha, de vez em quando a gente resolvia fazer um baile e todo mundo vinha dançar. E era uma coisa muito legal, né? É uma coisa que eu aprendi de menina, né? E até hoje eu gosto muito de dançar, que eu acho que é uma expressão assim muito... Nos leva muito à origem da gente, do ser humano, né? Que é você se colocar, a expressão eu acho muito legal, né? Uhum Então a gente fazia muito disso, quando era na minha casa, era na casa do outro. Sempre tinha um bailinho na casa de alguém, na garagem, né? E mesmo na época de formatura a gente fazia muito baile para arrecadar, mas eram nas garagens das casas, né?

E era muito bacana essa coisa, né? Me diverti muito, né? Nunca namorei muito assim, fui muito paqueradeira, mas não me achava bonita, é engraçado, né? Não era Eu não me curtia E hoje eu me curto bastante, né?
Mas qual foi, assim, o primeiro namoradinho?
Ah, <laughs> o primeiro beijo a gente nunca esquece. Eu estava com um menino que eu conheci, no, acho que no ginásio, estava no muro lá, <laughs> paquerando, e meu pai apareceu <laughs> e saiu correndo atrás do garoto, né? <laughs> Fiquei danada. Aí chegou em casa e ficou tirando sarro de mim, né? Isso foi uma coisa que me marcou, né? E depois, quando eu arrumei o namorado, a gente queria ir no cinema, isso foi num domingo, todo mundo lá, e tinha que pedir para ele, para ele, e aquele olho, e o medo, morria de medo do meu pai, né? Uma pessoa muito cisuda, né? Tinha medo de apanhar, sei lá, porque a coisa era muito assim, na minha época, fez coisa errada, era surra, né? <laughs> e

Aquela coisa vai ou não vai, a gente criou coragem, pedimos para ele para ir no cinema, ele deixou e a gente foi todo contente, né? Foi o primeiro namorado, assim. Aí eu não sei porquê, de repente eu desisti dele, mas o que eu soube, ele foi muito apaixonado por mim, né?

Depois encontrei com ele na época de faculdade, encontrei com ele no metrô. Mas eu já estava em outra situação.

Mas não foi, não foi para ser. Mas foi muito bom.
E... ãh... Quando vocês saem de lá, dessa casa? Você falou que até os dezoito anos, moraram lá. E vão para onde? Que casa?
Isso foi um outro, um outro <laughs> trauma para mim Porque, assim, quando meu pai estava construindo, que estava no alicerce, essa casa, ele nos levou para conhecer, né E eu não tinha reconhecido, porque ele não sabia muito bem, né, onde que era. Foi a primeira vez. Um dia, determinado dia, quando eu cheguei em casa do trabalho, o pessoal tinha mudado. Eu falei, gente, mudou, e aí? Aí eu tinha uma namorado na época, a gente foi, acho que na época eu falei, olha, é mais ou menos assim. Quando eu cheguei lá, eles tinham mudado, ninguém me comunicou que iam mudar, que a casa estava pronta, essa coisa toda. É uma coisa assim que até hoje fica aquela, aquela coisa estranha na minha cabeça. Como é que o pessoal muda? Como é que eu não participei, né, dessa construção, dessa casa? Como é que meu pai não... A gente não pode estar vivendo essa... Porque eu acho que o momento da construção da casa física também é uma construção interna, de você... estava galgando alguma coisa, poxa vida, estamos construindo, legal, você vai participar, é um momento de felicidade, eu não participei, quando eu cheguei a casa já estava pronta, eu nem fui comunicada e nem sabia, eu cheguei e não tinha, mudou, não tem ninguém, aí eu fui achar, cheguei lá, uma casa grande, né, uma casa com uma cozinha, dois quartos, um banheiro, que a gente não tinha, quintal, muito legal, tomar banho de chuveiro, foi uma coisa assim, para a gente, maravilhosa, né?
<laughs> Mas era no bairro mesmo?

E você estava contando que você já estava trabalhando nesse período, né? Já.

Quer contar para gente, assim, como é que deu a sua entrada no mundo do trabalho?
Olha, eu me lembro de gente que sempre trabalhei, né? Trabalhava com a minha tia na feira, né? Quando era menina, devia ter uns dez anos. Comecei a trabalhar oficialmente com treze anos. Me lembro até hoje, quando a gente foi tirar a carteira profissional, que naquela época era super complicado. Tinha que ir cinco horas da manhã e fui com o meu irmão. Minha mãe teve que autorizar na polícia, porque não era permitido, né? Menor de, não sei se é quatorze anos, trabalhar. Mas, nordestino, mulher tem que trabalhar, né? Os filhos têm que trabalhar, têm que participar, né? E, num E não reclamo, que acho que foi muito bom ter trabalhado na minha vida, né?

Trabalhava na área de crédito, fazendo carnê, fazendo cálculo de prestação, essa coisa toda. Depois de lá, fui trabalhar numa metalúrgica, na área financeira, né, na área de faturamento. Também aprendi bastante. Sempre fui muito atirada. Eu acho que isso me ajudou muito a ser uma pessoa destemida e me considero uma pessoa muito destemida. Não sei o que que é, mas vou lá e vou aprender. Eu acho que isso me ajudou. Porque hoje em dia você vê que o jovem, eu vejo o meu filho, teve muita dificuldade de arrumar trabalho, mesmo ele estando numa faculdade, né O primeiro emprego é muito difícil. E eu fui... Fui indo, fui crescendo, né? Nessa metalúrgica, eu fiquei acho que uns dois, três anos. Em setenta e seis eu fui para a empresa que eu estou até hoje. Tinha outro nome, porque ela foi mudando, fui fazendo o upgrade do nome. E estou até hoje nessa empresa. Saí dois anos para ir para uma outra empresa, que era a empresa irmã, né? E voltei e cresci nessa organização, né?
Porque você está desde setenta e seis na empresa?

Então, em termos de de registro, prevaleceu, né Mas a empresa muda muito, muda de nome, empresa multinacional. Você se sente sempre que você está em uma outra empresa, né? Porque a tendência de um mercado globalizado é sempre estar mudando, sempre procurando, é... se adaptando para poder estar no mercado, né? Então, né, sempre temos novidades lá. Você nunca se sente, assim, estacionada.
Sempre é um crescimento, né?

Com carteira assinada. Mas você chegou a trabalhar sem ser carteira assinada antes disso?
Trabalhei, trabalhei. Como eu te falei, trabalhei na feira, aham, ajudando a minha tia a vender roupa. Tinha as roupas encalhadas dela, eu vendia tudo. Porque eu sempre fui uma pessoa que sempre chamei muita atenção do dos homens, né? E eu usava isso para... cativar, ir lá, dar uma enrolada e acabava vendendo, me lembra, né? A gente vendia, né? E... E trabalhei cuidando de criança, né? Beliscava muito os dois meninos, que eram muito danados <laughs> Eu era criança também, né? Saí do trabalho sem receber e fui lá brigar, mas... Coisa de... Muito estranha, né? Trabalhei para uma senhora, vizinha da minha mãe também, era uma senhora já de idade... Eu ajudava ela a fazer a limpeza, cuidar das coisas dela, né? Uma senhora muito bonita, muito chique, né? E... ela tinha um namorado que vinha de vez em quando, né? E ela, acho que não sabia dirigir, e naquela época eu já pensava assim, eu tinha noção. Onde um ser humano chega, o outro também pode chegar. Então essa coisa assim, está em mim, eu achava que eu ia chegar a algum canto, só dependia de mim, eu já tinha essa noção. Não sei de onde, né, mas sabia que eu ia chegar em um bom lugar. Só dependia daquilo que eu gostaria de fazer, de onde eu me colocava, né. Uhum, e
E quando é que dá-se a decisão de você fazer um curso superior, de continuar seus estudos?
Então, minha mãe falava assim para mim, Para quê estudar? Reclamava que estudava muito, porque sempre chegava em casa tarde do trabalho, chegava meia-noite, uma hora da manhã e ia trabalhar aquela coisa toda, aquele esforço, aquele esforço de querer ser alguém. Eu acho que era meu, era minha necessidade.

Tinha necessidade pessoal de de de conhecimento, né? Eu acho que conhecimento é tudo, né. Você estudar, você ler, ele te abre as portas. Eu sempre tive noção de que a gente tem que abrir as portas. Eu não tenho que pensar, eu vou fazer tal coisa porque eu quero lá na frente galgar tal coisa. Você tem que abrir as portas porque as coisas vêm para você. Você é que se direciona para as coisas boas da vida, né? Então fui estudar, fui fazer, prestar vestibular Na época tinha até uma rixa, que eu lembro do pessoal onde eu trabalhava. As pessoas, acho que tinha certo ciúme de mim, porque eu sempre fui muito metida de querer fazer as coisas, aprendia. Sempre tive muita facilidade de entender as coisas, com número de... as pessoas me davam, ãh... os trabalhos, porque eu sempre fui muito irresponsável, né? Não sabia, mas eu ia atrás, ia ler, essa coisa toda, né? E me lembro que quando eu fiz vestibular, não entrei de cara, aí tinha um rapaz do Orlando que ainda ficou tirando a nossa aula, você que é espertinha, não entrou, e de repente eu entrei. Entrei onde eu achava que eu não ia entrar, porque o vestibular da fa a pe é um vestibular escrito, não é um tipo teste. E eu tenho até hoje mais facilidade com as coisas escritas, onde eu posso colocar aquilo que eu penso, onde eu posso estar justificando, do que uma prova-teste. Aquilo lá me enrola muito. Mesmo quando eu prestei na efe eme u, umas perguntas que, você pergunta uma coisa e eu pergunto de outro jeito, eu falo, nossa, <laughs> o que é isso? Não tem muita facilidade, aquilo me enrola. E de repente eu entrei na fa a pe, entrei na segunda chamada, aí para mim foi uma glória, né? Faculdade muito boa, né? Estudei com pessoas muito importantes, né? Na época, Matarazzo, Bauducco, todo esse filho de gente bem, eram meus colegas de classe, né? E Aí eu senti um pouco a diferença social naquela época, porque... Eu tive dinheiro, nunca fui uma pessoa de grana, minha família é uma família simples, mas eu me virei bem. Sentia, percebia a diferença, mas isso não me... Como é que se fala? Não me deteve para que eu fosse para frente. Eu sabia que tinha que ir, tinha que fazer de conta que eu não estava vendo. Sempre foi muito assim. Eu acho que na vida a gente tem que... Tem certas coisas que estão além da capacidade da gente, até de entendimento, a gente tem que ir para frente.
E, ãh... por que a escolha desse curso que você escolheu?
Eu tinha vontade de fazer bastante coisa, sabe? Tinha tentado até direito, não conseguia entrar Eu escolhi porque eu estava na área financeira. Eu vou dizer agora o que eu acho. Na época eu não me recordo porque eu escolhi. Eu escolhi porque eu acho que não tive outra opção. Não tinha, não imaginava, vou fazer tal coisa, né? Mas eu tinha pensado, eu me lembro, eu queria fazer Direito, porque eu sempre gostei muito de debater, de discutir. Eu trabalhava na área fiscal, de lei, sempre tive uma facilidade de ler uma coisa, interpretar, né? Interpretar coisa, até o a capacidade de julgar, né? Eu acho que eu tenho muita facilidade, né? Talvez se eu tivesse feito o direito ia ser uma boa advogada, né? Mas eu consegui entrar em administração, né? Porque estava na área financeira, né?

Fui para frente, eu acho que... Na verdade, eu acho que todo mundo devia ser administrador, né? Porque hoje em dia você tem que saber administrar as suas coisas independente. É como se fosse uma profissão agregada à profissão principal que você poderia ser. Como eu sou contadora hoje, né? A administração me ajudou muito, né? Aham,
E como é que era na sua casa? Vocês ajudavam financeiramente na no sustento da casa ou o dinheiro era só para vocês?
Não, a gente ajudava. Naquela época a gente tinha. Não que tinha, né? Mas meus pais eram muito simples, né? Tanto que a gente, quando era criança, a gente não tinha televisão, não tinha nada.

A gente só tinha a cama e os móveis principais, né? E... minha mãe teve sorte de ganhar um prêmio de uma loja. E a gente ganhou te vê, ela foi filmada, aquela coisa. Então para gente foi uma glória, né? A primeira te vê E... Como é que é a pergunta? Que eu já viajei na maionese <laughs>
Não, que se vocês ajudavam financeiramente na casa. Então

Aí meu irmão, meu irmão sempre foi um menino também trabalhador, né? Trabalhou como sapateiro, essa coisa, como mecânico. Depois trabalhou na firma que ele trabalha até hoje. E eu me lembro que a gente um pagava a conta, comprava as coisas do mês. Quando a gente teve o primeiro dinheiro, a gente comprou... faqueiro, prato, essas coisas para casa que minha mãe não tinha, panela. E... Então, para a gente era muito importante estar se ajudando. A gente se ajudou muito quando a gente era... nessa fase de trabalho. A gente começou a trabalhar e era muito legal isso. A gente já dividia. Não me lembro como era a conversa, mas a gente já assumia certas responsabilidades. Eu achei muito bacana isso. Fez a gente... Pessoas assim, comprometidas.
E quando é que você sai de casa? Você sai para casar? Da casa dos seus pais.
Como é que foi?

Isso é quando eu tinha vinte e seis anos, me casei, né.

Meu marido na época já tinha comprado uma casa, né? Porque eu tinha já um apartamento. Eu com dezoito anos, até falo com meus filhos, sempre essa história, eu não quero ouvir. Eu com dezoito anos já tinha meu carro, né? E... já tinha um apartamento alugado. Eu comprei o apartamento na... no chão, né? Construindo.

Nunca gostou. Eu nunca morei em apartamento. Ele tinha comprado a casa, que é essa casa que eu vivo até hoje, né? E a gente foi para essa casa. Casa... bacana. É a maior casa onde eu moro, assim, em termos de área, né? E... me sinto muito bem na casa. Para mim é muito importante a casa, né?

Sempre quis ter uma casa, né? <laughs>
E como é que você conheceu o seu marido?
Conheci na nos bailes da vida. Como o meu pai era uma pessoa que não saía com a minha mãe, minha mãe sempre gostou muito, eu ia com ela nos bailes da saudade.

Eu ia para acompanhar a minha mãe. Eu tinha muita dó da minha mãe, dela... querer sair e meu pai era um pai ausente. E hoje eu me arrependo um pouco disso, mas foi uma construção de vida, né? Porque, não vou dizer arrependo, é, mas eu não teria que ter assumido o papel Do marido, né? Eu acho que o marido é que tem que acompanhar a mulher. E eu tinha que ter vivido a minha vida como adolescente. Talvez devesse ter frequentado os lugares melhores para mim, não um lugar de baile de saudade. Mas me divertia muito, porque eu sempre gostei de dançar. Nunca saí para dançar atrás de ninguém. Eu saía porque para mim é importante, é gostoso se divertir, né?

Aí ele falava para mim, um dia se eu me casar, eu vou casar com você. Eu falei, está chato. Tem a ver? Enfim, a gente acabou se conhecendo, e Ele era jogador de bola, né? E... Sei lá, um dia a gente estava num velório, inclusive, ele falou isso para mim. Não levei, muito a sério. Depois a gente também fazia muita festa nessa casa que a gente mudou, porque a gente era muito feliz pela casa. Então a gente fazia festa, né? O negócio é festejar. E sempre iam os amigos do meu irmão. Meu irmão também sempre foi muito zoeira. E eu acompanhava o meu irmão, ele bebia, arrumava confusão. E estava eu tirando o meu irmão das brigas, das confusões da noite, né? Sempre fui muito danada também. Porque como tinha automóvel, também ia dançar. Depois a minha irmã começou a me acompanhar. Sempre tinha muita confusão, né? Mas era muito gostoso, muito gostoso essa fase, né?

E de repente a gente começou a namorar. Em um ano... A gente casou. <laughs> Foi muito bom.
E aí, quando nascem os filhos?
Olha, não planejei, né? E... Minha filha nasceu logo, né? Tanto que minha filha fez vinte e quatro anos, né? E... Me casei, se não me engano, em oitenta Eu sou meio voada para data, tá? Eu vou chutar, não sei se é bem isso... Mas eu me casei acho que em oitenta e dois, minha filha nasceu em oitenta e quatro, em vinte e um de janeiro de oitenta e quatro, e meu filho nasceu em Em oitenta e cinco. Eles têm uma diferença de um ano e oito meses, né. Meu filho de nove de novembro de oitenta e Não foi planejado, mas... Eu amo muito meus filhos, né? Foi feito com muito amor, né? Eu me lembro, minha filha, assim, é muito valiosa para mim, né? Porque ela já nasceu superando, né? A minha filha nasceu antes do tempo, nasceu com um quilo e meio, quarenta centímetros, e foi muito estranho eu ter ido dar a luz e sair sem nada, né? Sair sozinha, ela ficou para ganhar peso, né? E para mim foi muito traumático isso. Chorei muito, né? Depois que eu tive minha filha, eu me acabei. Os nervos ficam flor da pele, né?

Sempre pedindo a Deus que se fosse para o bem dela, que ela superasse. Então eu acho que ela sempre foi uma uma pessoa muito batalhadora, desde bebezinho, né? É uma pessoa maravilhosa hoje. Tanto que faz o uspi, é uma pessoa que também tem muita força. A coisa da força é muito, muito visível na minha família.

Eu queria que você falasse o nome deles.

Você falou um pouco da sua filha e do seu filho. Conta um pouco agora
Meu filho também é uma pessoa maravilhosa, né? Eu amo muito meu filho e é muito sensível, né?

E quando ele era pequeno eu tinha muita dificuldade de lidar com ele, né? E a minha terapeuta na época falava que ele era o meu melhor psicólogo, né? Porque ele também me cobrava coisas, as atitudes dele também me faziam refletir, né? E hoje a gente vive junto, né? Eu sou divorciada, muito carinhoso. Muitas vezes ele está na rua, ele me liga. Mãe, e aí, tudo bem? Estou aqui. Eu ligo para ele para saber se ele vem, se ele não vem, porque ele é baladeiro, né? e Então, eu tenho, a gente tem muita... Somos muito companheiros, né? Embora a gente quase não tenha tempo de estar junto um com o outro, porque ele também trabalha agora no banco, trabalha no Bradesco. E sai muito com os amigos, porque eu acho que está na idade mesmo, tem vinte

Me preocupo bastante com ele, eu sempre falei muito para os meus filhos, quando eles eram menores, que gostavam de sair, eu discutia muito com o meu marido na época, porque tinha uma época que era difícil, você não pode deixar os seus filhos saírem sozinhos, você tinha que levar, então eu tinha que levar, tinha que buscar, e começa a ficar cansativo, chega uma hora que você, né, não aguenta, porque trabalha fora, isso tudo é é puxado. Depois chegou uma época que eles começaram a ficar na rua até clarear para voltar de ônibus. Né, depois dos dezoito anos fica mais fácil aprender a dirigir. Hoje meu filho tem o carrinho dele, minha filha quando vem para cá ela dirige meu carro. Né, ou às vezes eu dou carona, sempre tem os amigos que buscam. E eu dou graças a Deus, meus filhos, que têm bons amigos, né? Nunca se meteram em coisas ruins, né? Então eu acho que é muito importante para o jovem, ãh... conservar as amizades como eles têm. Meu filho tem um amigo que é desde a época do, que ele estudava no... ginásio, né? Minha filha também tem amigos desde a época do vestibular, do cursinho. Você vai crescendo junto e sempre mantém a amizade, né. E a boa amizade eu acho que é fundamental para todos, né, para o jovem principalmente, né, porque a gente como pai e mãe, a gente se preocupa com o que está fazendo, o que não está fazendo, né. E eu sempre falei muito para eles, olha, a mãe não está interessada no que vocês estão fazendo. Eu confio em vocês. A minha preocupação sempre foi se chegou, se não chegou, se vem, se não vem. Porque eu sempre disse isso para eles, vocês têm que saber que tem alguém esperando vocês, vocês não estão só no mundo. Né, então eu estou aqui, preocupada, às vezes não durmo, ou quando eles chegam eu escuto o barulho do portão, aí eu fico mais tranquila. Muitas vezes, às vezes eu também durmo, acabo esquecendo, porque eu acho que a gente também é um outro ser humano, que também está no mundo para ser feliz também, não só viver em função dos filhos. E aprendi muito com meus filhos, aprendi muito com meus filhos, porque se a gente tem cabeça para enxergar a as pistas que a vida dá para a gente, a gente revê muito daquilo que a gente não fez e acaba fazendo junto com eles. Então, você acaba vivendo aquilo que você não teve oportunidade ou não pode. Então vivi muito, é... <coughs> em função... das coisas que a gente fazia junto, né? Então foi muito bom. Eu amo meus filhos, assim, e acho que eu pensei muito uma época atrás. Se eu não tivesse tido meus filhos, eu não sabia onde eu estaria naquele determinado momento, porque não tinha nada que me desse valor próprio. Hoje eu sei que eu tenho valor próprio. Eu, por si, sou uma pessoa importante. Me amo, aprendi a me amar. Tanto que eu me acho uma pessoa muito mais bonita hoje do que quando era adolescente, né, porque não me curtia muito. Mas eu acho que a vida me fez chegar a essa condição e eu acho que o fato também está aberto.

É... posso deixar registrado
do meu filho até quando a gente vê a fita, eh, que não é o cê dê, era aquela fita de vê aga esse, se não me engano, eles tomando banho, né. O meu marido filmando, né, e o banheiro todo embaçado e ele com o chuveirinho aí ele falava, paiê, paiê, só falava isso. Mas era tão bonitinha a cena o jeitinho deles correrem nas festinhas com aquelas fraldas então fica aquela aquela roupa gorda né Então, quando é pequenininho, anda, é meio desajeitado, né? Então, quando a gente olha esses esses filmes que foram feitos, é muito bacana essa recordação. É muito, bonito, né, você ver o seu filho ali, perfeito, né, brincando. Porque criança é diferente, né? Como é que se fala? Não tem coordenação motora nessa coisa. É meio assim, não sei como, mas é muito legal a gente... Poder hoje ter essa condição de filmar e ver e rever, né, esses momentos muito bacanas. E... essa essa cena sempre está na minha cabeça, porque de vez em quando a gente olha, é muito bacana, né Ele do shortinho branco, com a camisa azul. Meu filho sempre foi muito... Ele era muito gordinho, muito pesado. Pelo fato de que minha filha nasceu muito miúda, eu tive que tomar muito remédio. Então ele nasceu um colosso. Quando eu ia levá-los para a casa da minha sogra, na época em que eu trabalhava, ou na hora em que voltava, de vez em quando ele caía. Eu me lembro de uma cena em que eu fui dar uma brecada e ele virou de <laughs> ponta cabeça atrás do carro. Mas a cabeça dura não fez nada, né? Criança tem uma proteção grande, né? Cai e não acontece <laughs> nada, é que nem bêbado, né? Nunca se machuca. E essas coisas, assim, muito legais. E lembro também, na época que eles faziam judô, eles sempre também tiveram muito metido com o esporte, né? O esporte também eu acho muito legal para a criança. Eu me lembro até hoje, quando eu fui assistir uma apresentação deles, do meu filho, né? Naqueles... aqueles golpes, você fica ali com medo de se machucar, e minha filha também fazendo, minha filha era miudinha, né? E aí você tem medo da de que vai acontecer alguma coisa, mas é muito bonito, porque é um esporte que educa, né? Você tem que saber, depois reverenciar, mesmo que você perda, né? Aquela coisa bacana, né? E uma coisa bacana também dos meus filhos que, pelo fato do pai ter sido um jogador profissional, eu acho que também está no sangue. Minha filha sempre jogou bola. Quando eles eram pequenos, a gente levava no Pequeninos do jockey, né? E lá, tem, não sei como é que é hoje, mas lá tinha time feminino e existia a possibilidade de ir para fora. Tanto que minha filha foi , ãh, jogar. E ganhou a medalha lá de melhor jogadora, a revelação, sei lá. Tem até a foto dela, né? E sempre foi muito boa. Quando ela era pequena, ela vivia na rua jogando bola com a molecada. Eu... ficava assim, preocupada, né? Será que minha filha, né, vai ser sapatão? Essas coisas, né? Besteira, que não tem nada a ver, né? E eu acho que criança é criança. Eu acho que nessa fase que eles são crianças, eu não tenho esse negócio de sexo, né? Então, eles também acho que tiveram uma infância legal. Minha filha sempre estava na rua também, a molecada disputava a minha filha, porque ela sempre jogou muito bem, ponto esquerdo, sei lá o que é a posição dela, mas joga com o pé esquerdo, né? E até hoje, na faculdade, ela joga bola, handball, tudo, tudo que é esporte, ela está metida lá com a turma dela. Eu acho muito bacana, porque é um, é um meio de você fazer aquilo que é bom para você e faz bem o esporte,
E ela faz curso de quê?

E ela mora lá, então?

Então, ela divide.

Ela vem, assim, nas datas, assim, dia das mães ou quando tem oportunidade. Vem agora dia Porque nós vamos assistir o show da Ana Carolina, que a gente adora a Ana Carolina, né? E aí ela vem, passa o fim de semana e depois eu dou carona para ela até o rodoviária, ou vai de carona com as meninas de carro, né? E me deu muito bem, minha filha, né? A gente sempre está junta, vai no cinema. Desde pequenos, a gente, quando tesava em casa, a gente alugava o filme, colocava um colchão na sala e ficava todo mundo deitado assistindo o filme lá. Eu não gostava da bagunça que meu marido fazia, porque a casa ficava de perna para cima. Mas eu acho que foi muito bom, né? Casa tem que ser usada, né? Casa muito certinha, tudo muito arrumadinho, não tem coisa errada.

Se você tem algum sonho ainda não realizado?
Eu tenho vários sonhos, né? Um dos sonhos está aqui no chão, que eu estava escrevendo, né? Escrevi sobre a minha vida, né? Uma coisa que eu esqueci de falar da parte espiritual me ajudou muito também, né? A superar um monte de coisa, né? Uma série de traumas que eu tive, que... Lá, hoje eu vejo com outros olhos as coisas, né. Eu escrevi esse livro esse depoimento, né. Tenho vontade é a minha terapeuta falava que eu tinha que mandar para o mundo é muito importante as coisas que eu coloquei não sei se a gente pode ler alguma coisa, né, depois eu posso ler uma coisa que escrevi até para vocês verem Como é que eu vejo as coisas? E, isso é um sonho, né. Outro sonho é ser feliz, né Sou muito feliz, mas eu acho que a minha felicidade vai ser maior quando eu tiver uma pessoa, um companheiro. Estou aprendendo hoje como que é essa história, porque hoje não é como era antigamente, de casar e estar junto, né? Hoje em dia, muitas vezes você tem um companheiro, mas ele tem a vida dele, eu tenho a minha vida. Acho que está mais caminhando. Conheci um rapaz, estou bastante interessada nele, né? Vamos ver o que vai ser.
E se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, você mudaria?

Eu acho que eu não tenho o que mudar, né? Não tenho o que mudar. A minha vida, eu acho que ela é boa hoje, eu sou feliz, porque tudo faz parte.

Então não dá para mudar. Eu acho que eu tenho mais é que aprender com a vida, com o que ela está me mostrando hoje, né? E a vida só tem me colocado desafios, né? Muitas vezes são difíceis os desafios, mas eles, por serem difíceis, são desafios, mas eles têm me feito ser mais humana, têm me feito aprender que a gente tem que ser destemida, sim, né? E que sempre tem um ganho com isso, né? E que a gente nunca está só. Deus está com a gente. Né, a gente tem que ter fé na vida. Acho que isso aí é o mais importante. Acreditar que a gente não está aqui por acaso. A gente tem que dar para o mundo e retornar de alguma forma tudo aquilo de bom que ele já deu para a gente. Eu sou uma pessoa felizarda pelas conquistas que eu tive. E quero retornar isso para o mundo um dia, de alguma forma, ajudando as pessoas, dizendo para elas que vale a pena insistir em ser feliz, mesmo com um casamento desfeito. Me dou muito bem com o meu ex-marido, torço por ele, que ele seja muito feliz, que ele se encontre como pessoa. Ele muitas vezes falou para mim que não entende para quê a gente se separou. Mas eu digo para os meus filhos, eu amei tanto o seu pai que tive que... terminar, porque eu acho que as pessoas têm que ter dignidade. Um homem tem que ter um trabalho, um homem tem que ter aspirações. Eu acho que a vida sem objetivos, sem você galgar alguma coisa lá na frente, não tem sentido viver por viver, só para trabalhar, comer e dormir. Para mim, não faz sentido. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas têm que ter dignidade. A gente não tem que estar com as pessoas porque a gente quer ter uma pessoa, mas porque ela agrega alguma coisa para você e você gosta de estar com a pessoa, você tem carinho pela pessoa, te faz bem estar com ela. Então, é essa coisa que eu sempre busquei na vida e... Achei que era o o momento, a gente se separou foi importante para eu ter chegado onde eu cheguei agora, ter crescido, passei coisas difíceis, momentos difíceis, mas eles são importantes. A gente só cresce perdendo, ninguém ganha sem dar alguma coisa de si, né? Eu tive que dar esse momento da minha vida, ah
Você quer ler algum trechinho?
Ah, eu gostaria até, porque para mim foi, eh, foi muito importante, né? É, eu acho que talvez eu abria assim, como eu fazia na aula de yoga com as minhas amigas, eu sempre levava esse caderninho quando estava manuscrito, eu abria em alguma página e lia. E sempre alguma coisa tem a ver com... sempre acrescento alguma coisa, né? E eu mesma fiz agora. Esse daqui eu coloquei assim o título, né? Nossa vida está em nossas mãos. Se você pensar em me julgar, olhe para dentro de si. Se você pensar em me criticar, analise suas atitudes pessoais. Será que elas são coerentes com o que você pensa e age? Se você pensar em maldizer minha vida, pense em quanto pode aprender sem dizer uma palavra, mas pensando primeiramente em colocar-se no lugar do outro. Quanta compaixão pode haver? Se você pensar em morrer, pois perdeu a fé, lembre-se quantas pessoas gostariam de estar em seu lugar e ter tudo o que tem, pois assim acho que seriam mais felizes. Se ainda assim não lhe restar nada, peça a Deus para olhar para a sua vida. Acredite e ponha seus medos e aflições em suas mãos e logo terás respostas. Entretanto, lembre-se que as respostas irão dentro de você, do seu coração, da sua alma. Não tenha medo, vá à luta. Brigue pelo que você acredita, pois mesmo se estiver errado, terá sorte. já que foi ao menos coerente consigo mesma. Mesmo errando, Deus nos admira e sempre estará do nosso lado. Não adianta reclamar e não tomar as regras de nossas vidas, pois ela é de nossa única responsabilidade.

Muito obrigada.
Eu agradeço vocês pela oportunidade de deixar alguma coisa para o mundo. Espero que seja útil, né, para alguém que for ver esse meu depoimento.

E você falou a palavra certa, amor, né? Eu acho que o amor, para mim, é fundamental. O amor não é só a questão física, como hoje em dia as pessoas falam, quero fazer amor, quero amor. Eu acho que o amor é muito mais do que isso, é você dar oportunidade para você de ser alguém, é você acreditar, é você ter fé. Então, eu sou isso, eu sou uma pessoa que acredito na vida, ãh...